E qual o nome dos seus pais?

e qual que é a história deles?
A história deles, eh meu pai nasceu no Rio, numa família de pai, mãe e ir e irmã mais velha, ele e uma irmã menor. Nasceram, pelo que eu sei, pobres, num cortiço em na La, antes eu achava que era no Leblon, mas há pouco tempo eu soube que é na Lapa. Uma pena que eles saíram do Rio para São Paulo, porque eu adoro o Rio. Acho que ele conheceu minha mãe, que é nascida em São Paulo. Os dois, tanto meu pai como minha mãe, são filhos de judeus imigrantes, de Polônia. E meu pai é polônia e aus e austríaco, eu acho. A história da minha mãe é mais confortável. Meus avós ah vieram e logo fizeram um comércio, mesmo vindo também de navio, meio aqueles jeitos fugidos e tal. Mas se deram melhor. E meu pai teve que batalhar mais. O pai do meu pai meio, tipo, abandonou, saiu de casa, separou. Então a vida foi mais dura. Ele foi o homem da casa. Mas se conheceram. Acredito que o meu pai é o primeiro homem da minha mãe e único. E estão juntos até hoje mais de cinquenta anos casados. Não, minha mãe, desculpa, minha mãe é de São Paulo, nascida em São Paulo, e o e os pais, os dois da Polônia, imigrantes da Polônia. E os pais do meu pai, a mãe é da Polônia e o pai eu acho que é austríaco. O pai eu conheço bem pouco, vi duas vezes, depois fui no enterro.

Vieram depois da Segunda Guerra. Depois ou durante?

Deve ser antes, né? porque o ou um pouco depois do começo, sei lá. Porque a família da minha avó, eu sei, mãe do meu pai, a história era bem triste. A maioria foi morta. Dos meus avós, a maioria era vivo. Conheci um monte de tio, tia, avó.

Parecia mais sortudo ali.
E qual e a atividade profissional deles?
Meu pai é advogado e minha mãe foi educadora sanitária, fazia instrumen instrumenta fa dava aula de parto sem dor e era instrumentista. São profissões que não existem mais né, depois ela Depois que a gente era bem jovem, ela parou já de trabalhar. Meu pai começou a ganhar dinheiro, foi um cara que se fez na vida. Sorte nossa. Uhum. Eee ela pôde parar de trabalhar.

A gente morava na Rua Lagoso, em frente a uma praça linda, Higienópolis, Praça Buenos Aires, que não tinha, na época, nem portão no prédio, nem portão na praça. Eu ia sozinha... E vinha para os lugares, adorava a praça, adorava o clube que eu frequentava, a escola que eu frequentava, era uma delícia. E era um apartamento alugado, a gente morava os três irmãos no mesmo quarto, mais a Yayai, que era uma babá, supostamente, que meus pais saíam de casa, desde os primeiros dias do meu irmão, ela foi viver na minha casa e veio a falecer em mil novecentos e noventa e oito, infelizmente, com oitenta e

eu não tenho uma memória muito muito boa. Eu tenho po memória pontual. Eee por causa de fotos, inclusive uma das fotos tem meus irmãos num num negócio da praça, mas lembro que era que era uma delícia, tudo era uma delícia. Tenho más pelo menos não tenho más recordações nenhuma de criança.

Lembro a partir de... Bem mais velha, minhas lembranças. Bem pontuais. Uma coisa de férias, uma co bem

Tenho uma imagem da minha casa, do meu quarto, do quarto da minha mãe, do da cozinha, do da sala. Tenho tenho a visão, porque eu saí desse primeiro apartamento com sete anos. Então, eu tenho uma lembrança, mas nada muito sofás, detalhes.
da rotina.
Não, mas eu não sou boa de de de de um uma espécie de memória que a maioria das pessoas tem, que eu não lembro do olho. Do da às vezes, quer dizer, da minha família eu sei, de de gente que eu amo há muitos anos, eu sei mas dos melhores amigos alguém fala, mas o cabelo, o olho, eu não lembro.

E a escola?
Escola era uma delícia ah Eu estudei, eu acho que fui para a escola aos três anos. Não lembro se dei trabalho para ir para a escola. Fiquei nessa mesma escola até os nove, que era jardim e primário. Depois eu fui para um outro ginásio. Nesse primário era uma escola dita comunista. porque eu sou de educação judaica, mesmo não exercendo, só participando. Eh e a escola era comunista, diretor comunista, os pais, os alunos, todo mundo. Então, era isso eu estou falando de sessenta e quatro à setenta. Então, teve um monte de perseguição, gente que sumiu, blá, blá, blá, fa ah eh festivais de música, era bem... ativo ali. Eu lembro bem dessa escola.

Da escola, que chama que era o Teatro Taíbe, era lá do lado, que é no Bom Retiro, na Rua Três Rios. E meu irmão ganhou dois festivais, então foi bem marcante. Porque ele é o mais velho, eu sou a menor de três.

E como é que era a sua relação com eles na infância assim? Ah...
Eu me dou super bem com a minha irmã e super bem com o meu irmão, mas com o meu irmão tive alguns algumas brigas físicas, algumas alguns machucados. Mas a gente era super companheiro, saía junto, ah co conversava, fugiu junto de casa uma vez. E a gente é ligado artisticamente até hoje.

Eu sei que a gente fugiu junto de casa. Não sei se a gente foi para um parque de diversões. Eu não lembro muito bem. Mas eu sei que a gente fugiu de casa uma vez. Nem sei por quê. Mas tenho essa lembrança.

Provavelmente voltando para casa <laughs> na hora da fome. Ou do sono, né? Mas eu não sei.
E a escola, como era o seu temperamento?

Eu hoje, engraçado, eu vim pensando que eu nasci com bronquite, com três meses eu tive bronquite, mas eu não me considerava doente. Eu fazia as coisas e tal, quando eu ficava doente meus pais me levavam para o hospital e eu era louca para voltar, para ir para a escola ou fazer o esporte e tal. E hoje, que eu não tenho doença nenhuma, a gente está cheio de doença, né? Estômago, hérnia, blá, blá, blá. Então, eu realmente... É uma época de infância e adolescência que eu... Que tudo corria bem. Família, escola, chefe de equipe, blá, blá, blá. Eu nunca fui boa es boa estudante.

Me adaptava ali no meu... Como era escola pequena, todo mundo se conhecia. Eu tinha... uma sorte de do dos professores e dos diretores gostarem de mim e me deixarem ali do je um pouco mais à vontade do que os outros alunos.

Bom, eu eu sempre fui meio ah ma... Até uma certa idade, eu era mais avançada, eu acho.

E depois eu namorei no primeiro ginásio, no segundo ginásio, no terceiro ginásio, no quarto ginásio, cada um cada ano um menino. E fazia a etapa... Mas, não sei, eu era eu acho que eu era, dizem, saídinha, né? Na no começo da carreira. O que eu não sou hoje, jamais.
E como é que foi estudar numa escola comunista?
Então, a gente não se dá conta, né? Porque a gente é criança e para o mundo de cada um é o mundo que a gente vive. A gente não sabe o que é outro, né? O que é outra coisa.

Nós provamos até hoje ao ser humano que... que o que falta mesmo é respeito, né? Além de justiça para todos, mas é res basicamente respeito. Esse justiça para todos eu acho que ainda é bem longe, mas respeito. Então, eu sou socialista no sentido que... A pessoa que vem trabalhar na minha casa tem que parar para comer, tem horário, não interessa, tem que ir embora, tem que ir embora, tem filho para cuidar, eu posso...se me pedir eu dou. Eu tenho um pouco mais de jogo de cintura, com com certeza, com o próximo, por causa da minha formação.
E você tem algum professor ou professora que tenha te marcado?
dois.

Esse cara, eu acho que escreve na Folha. Eu encontrei ele muitos anos depois, quando eu morei em Nova Iorque ali Da u não sei se é da USP, mas já vi ele escrevendo na Folha. E ele não dava aula de religião ou de qualquer outra coisa ligada à cultura judaica. A gente lia jornal Então, eu fui para o meu o ginásio eu fiz, não sei se hoje existe ginásio, mas eh antes do colégio e antes de faculdade né. Faz uns doze, treze anos Eu lia jornal todo dia co, a gente lia jornal todo dia, conversava sobre sobre a vida. Então, esse cara foi talvez também o que me fez ah mais pensar, mais desenvolver algum raciocínio que eu tenha.

Me veio na hora que você falou.

Cabelo preto, eu lembro dela. Acho que era no ginásio também. História, eu adorava história. Não tinha caderno e gostava. Hoje eu não lembro de quase nada, mas eu gostava de es estudar história. Nunca gostei de matemática, química, física, nada disso. Não gostava de estudar, né, então tem que <laughs> ouvir história e conversar.
influenciou a sua atividade profissional?
Então, eu acredito que sim também, porque eu eu passei por vontades diversas. Não sei se algumas pessoas sabem o que querem fazer de cara e para o resto da vida é a mesma coisa, mas eu passei por vontades de ser psicóloga, advogada, mas quando eu entrei mesmo que tinha que decidir, eu fui fazer comunicação. E no ano que eu entrei em jornalismo, a FAP estava sem jornalismo também por causa de setenta e sete, setenta e oito, tinham acabado por comunismo também, né, o jornalismo e tal. Aí eu acabei de fazer publicidade, mas eu também quase não frequentei a faculdade. E quando eu peguei a primeira vez uma câmera de vídeo, eu queria fazer musicais, cinema musical.

Quando eu peguei uma câmera de vídeo, eu achei que era comunicação e nunca mais larguei. Eu gravo desde o primeiro dia que eu peguei uma câmera, que foi em dezembro de oitenta, eu gravo todo dia. E o sonho é isso aqui. Disseminação do poder das das grandes. Dos grandes.

vai muito no cinema, né? A partir de uma certa hora da vida. E tinha muito musical. E eu fiquei chocada vendo Jesus Cristo Superstar, eee que nos... que era o começo do videoclipe ali, né? Eles aparecem do nada e congelam. Tinha umas cenas... Era era incrível. tinha quinze, dezesseis anos, eu acho. Eee Tommy ãh, que era ópera rock, Hair, Inclusive, a primeira vez que eu peguei uma câmera na mão foi de uma amiga que estudava em Nova York e foi dentro do Central Park, que era um pouco depois de eu ter visto Hair, um ano ou dois, que a maior parte acontece no Central Park.

Quando eu peguei uma câmera, eu... Parecia que eu já tinha feito aquilo sempre. Eu sou eu gosto de astrologia, eu sou uma capricorniana, eu olho eu olho muito. Então, a câmera olha, fala, se comunica. Era não era muita gente que tinha uma câmera na mão, então era uma coisa bem, não sei se impactante, mas era...fazia diferença você... Você se comunicava mesmo. Quer dizer, agora todo mundo se comunica e eu sonhei por isso, não tenho nada con... Ao contrário, eu sonhava em todo mundo poder fazer, mas era mais impactante, com certeza. Agora o impacto pode ser maior pela multiplicação dessas coisas, né? Se Deus quiser.
Seus amigos na adolescência, como é que

Então, tem a fase bê né, tem a fase á, que eu acho que vai até dezessete anos, que é... Quer dizer, ao a aos dezesseis eu já passo... Eu sempre fui uma rebelde sem causa, com as minhas causas, mas sempre fui meio... Vou embora, vou ali, faço, rompo, guio, viajo. Mas até os dezessete eu fui atleta. Mas aos dezesseis eu começo... Pode falar tudo aqui? Se é sessão terapêutica, não. Porque muda tudo, né?

Muda muda os hábitos, né? Você pa frequenta outras coisas, cai na gandaia, né? Eh aí eu larguei o esporte ãh, podia ter sido uma atleta, não sei se eu ia ser boa ou não, era boa, mas não sei se eu ia virar a Ronaldinha ou qualquer coisa, mas fui convidada para as seleções de vôlei, disso, daquilo, de futebol, de basquete, mas preferi agandar, preferi os namoros, beber, me divertir e tal. E aí muda a vida a partir dos dezessete anos. E aí também veio o primeiro frustro de amor. Eee aí muda tudo. Até os dezessete, parece que era tudo tudo fácil. Os dezessete caiu na primeira realidade.
E o que que aconteceu? Teve um acontecimento?

Um um não. O não ter.

Frustro mesmo, é frustro, é chato. E a gente não esquece nunca, isso que é o mais louco. Não a gente pe passa anos sem pensar tal, mas quando quando vem eh eh eh, o ser humano não foi, ou pelo menos eu, que fui mais, provavelmente, muito mimada né com com família, amor, e eu acho que às vezes ah ah a falta de amor eh eh deixa a pessoa mais... mais preparada né para para para para a vida real, né, de sim e não. Eee a vida que eu tive até então era muito protegida, mesmo eu indo e vindo, tal, andando de ônibus, né independente e tal. Mas ah você sabe que está está ali, está tudo ali, fácil, comida, cobertor, amor. Aí quando veio o primeiro não, é uma queda, ainda mais para uma pessoa que era bronquítica. ataque de bronquite foi fulminante.

Aí eu acho que emocionalmente eu... Eu não tenho certeza, eu nunca fiz análise, mas provavelmente foi o começo de uma grande mudança na minha vida. Depois, ah teve outras coisas menos legais, mais legais, já fui juntas e separadas muitas algumas vezes nessa vida, mas queria ter filho, sempre quis sempre gostei de criança, sempre cuidei de criança dos outros, e quis ter muito quis ter muito fi eh... Era de dezesseis a vinte e dois que eu gostei desse cara, que era casar e ter filhos.

Mas o primeiro homem, com certeza, era casar e ter filhos.

Mas um tive algumas vezes vontade de ter filho e depois nunca mais. Minha vida mudou emocionalmente, parti para outras coisas. Não tenho uma frustração por não ter filhos, e sim por não ter tido essa experiência com o amor da minha vida. De ter filhos e tal, mas não de não ter filhos. Criei, assim atendi um telefone agora há pouco da minha enteada, está indo lá tomar sol com a amiga, que todo mundo diz que é minha filha, mas não é, tem mãe, pai, eu só ajudei uma etapa da vida.

Aí eu queria...Decisão para a gandaia, para a vida...Isso, eu queria que você me contasse, assim, se teve algum momento eh nessa vida atleta que você se recorda, que foi importante, sabe? Não sei, você comentou que

Tem várias coisas, mas posso me... Três agora, rápida. Uma que é a passagem de do vôlei do clube que eu era sócia para o clube militante, que aí significa que você está sendo contratada, né? Que era uma época muito... Era a primeira primeira seleção paulista, mirim de vôlei, sei lá.

Foi média, porque eu comecei o lá, tive um mome uma menina que era a melhor do time e me adorava, eu era levantadora, ela era cortadora, eu acho, tchau.

E a gente foi jogar contra a Hebraica, ela chegou... fazendo assim.

Ela falou, eu falei, o que foi? Ah, che esse cheiro, você não está cheirando? Eu falei, ah será que é do... Da marginal do do rio né? Do Rio Pinheiro, já cheirava nessa época. devia ser setenta e pouquinho.

Eu falei, pois é, deve ser bem diferente. Então, daí foi o começo do fim da minha disposição ao Clube Pinheiros e à o a a minha estada. E outra, na natação, eu adorava, adorava, porque um ah a família mais importante na natação, o um dos meninos era meu namorado na época, bonitinho, loirinho. E aí eu fui nadar, era uma uma uma competição no DEF, que é no Ibirapuera, piscina geladaça, julho, e três, dois, um, prepara, atira, caí na água, fiquei no meio do caminho congelada, congelei.

É, exatamente, falta de ar. Nossa...de... Estava muito frio, tipo, muito frio. E aí não tinha nada, piscina aquecida, né?

E aí e e no tênis também eu tive uma decepção, que era, estou contando decepção, mas era eu adorava esporte, eu ia para o clube, ficava o dia inteiro, eu ia para a escola, almoçava, ia para o clube, voltava, jantava e dormia na sala, meu pai me levava para dormir, era uma vida ótima. Mas ah na no tênis também me me decepcionei que tinha jogo de dupla e nego rouba. As pessoas não gostam de jogar, as pessoas gostam de ganhar. Eee o incentivo não é para curtir.

Você não gosta do cara porque você está gostando. Você ah gosto do cara porque o cara é mais importante, mais bonito, a mulher mais legal, mais influente. Mas não pode, não dá não dá certo, a vida não deu certo. Então é isso. Neguinho rouba. eu... Foi foi dentro.

Você faz, né?

Tenta pegar. Ou no vôlei. Se mata para pegar. Não deu, mas foi dentro. E Neguinho... Fala que foi fora. Quer brigar que foi fora. Então não dá. Aí abandonei o a vida atlética.

Uma quadra de vôlei

Eu viajei com umas pessoas para... Acho que com dezesseis anos. Dezesseis anos em Israel, que foi a minha única vez que eu fui lá. E foi chocante por várias coisas. Ver arma, metralhadoras. Primeira vez que estava ao todo tinha cento e vinte crianças. Juntas, chegamos num estacionamento para conhecer os monitores, passou um avião quebrando a barreira do som, todo mundo pulou, assim, todo mundo, não sei, mas eu lembro que eu pulei para o chão, que de medo. Aí foi incrível, a viagem incrível, conheci um monte de gente, de Manaus a a Porto Alegre, mas especificamente conheci uns seis, oito pessoas que eram do Graded, do colégio americano, e que eram do clube inglês, e quando eu voltei foram, passou a ser minha turma, na vida por uns anos. Quando eu fui para o clube inglês, um tempo depois, eu conheci esse cara jogando tênis, ele do outro lado e eu dele. Me apaixonei, quer dizer, ele fez com que eu me apaixonasse, porque eu nunca fui atrás de ninguém também tenho esse problema.

Não, fez charme, jogou charme, ele era lindo, nove entre dez mulheres deviam cair na dele, só que não virou, foi foi uma coisa que não virou. E eu, como era adolescente, acreditei que ele era o príncipe da minha vida. Mas ele é meu amigo até hoje, fez cinquenta anos agora em setembro.
Eu eu não entendi direito, você foi para Israel com dezesseis? Fiz
anos lá e foi super importante. Além de conhecer essas pessoas que fizeram, eu e você vê, se eu não tivesse ido viajar, eu não tinha conhecido essas pessoas, talvez não tivesse conhecido esse cara e a minha vida tivesse sido outra. Mas não tem se na vida. Mas foi super importante também porque eu sempre, por ter conhecido os kibbutz, as formas comunitárias, eu tenho um sonho, sempre tive, com vinte e pouco também eu andei com artistas plásticos, eu imaginava a gente morar todo mundo junto numa praia, com várias casas, com galpões e tal. E hoje meu sonho volta a ser viver em comunidade... Não todo mundo numa casa, cada um numa casa mais perto, com ah trabalhando, plantando, educando, e é o que eu vou fazer em breve.
E nos kibbutz você tem alguma lembrança Que te marcou assim de alguma coisa...

A primeira coisa que lembro é coisa ruim, né? Porque eu nunca vou esquecer uma... Isso é uma boa para começar a terapia, que eu sempre me neguei. Eu lembro de um grito de uma mulher perdendo um fi sabendo da morte do filho dela na guerra. Nunca mais esqueci. grito, grito, uma violência, um grito, ela estava longe, a gente estava conversando, curtindo, sei lá, onde o que a gente estava fazendo dentro do kibbutz, e eu ouço um puta grito da mulher, E aí a gente perguntou o que que estava acontecendo, e ela tinha tido a notícia da morte do filho. Esses gritos, essas perdas são ah são realmente muito mais... Elas marcam mais... Não que a lei eu si... Até uma certa hora da vida até os trin

Mesmo com meus frustros e perdas de amigos e tal, eu sempre me considerei otimista.

Quer dizer, sou e não sou. Batalho pela imagem bonita, sou videomaker, por falar bem, por dar atenção e tal, mas eu sou um pouco dura na na em em acreditar nas coisas. Mas as coisas ruins realmente elas vêm muito rápido nessas... nessa situação aqui. Mas foram coisas incríveis. Eu vi a primeira vez eh... Bom, eu estive no Mar Morto, que é uma coisa incrível, incrível.

Fomos em lugares que tinha que se rastejar para entrar, nos lugares... Não sei se eram dez maravilhas do mundo, mas... Coisas incríveis. Mas a primeira coisa que me veio foi o grito da da mãe, que eu não sei nem a cara dela. Espero que ela esteja bem.

Como foi isso?
Então se ah, morar em Nova York foi circunstância... Porque eu fui muito para Nova York, desde pequena. E como eu, sendo videomaker, a partir de oitenta, que eu que eu que eu estive lá, eu a gente sempre vai sempre vai muito para ver coisas, para comprar Passear eu não gosto de ler, não gosto de estudar, então eu gosto de ver, gosto de conversar. Então a gente é de uma época que não tinha nada aqui, que o Brasil era nu e cru. Tinha gente, gente legal, mas o resto não tinha. Então eu tinha que ir lá ver exposição, comprar coisa. Ainda bem que agora a gente tem tudo aqui, show.

Até que ele me convenceu aí, eu fui morar em janeiro de noventa e um, <coughs> no meio da Guerra do Golfo. Foi uma coisa incrível, uma tris né uma tristeza, a tê vê mostrando a primeira vez a guerra ao vivo, né? Televisionada, maior frio, tudo fechando, uma crise em Nova Iorque, e a gente, os brasileiros, acabando o dinheiro lá para abrir uma loja. A loja foi incrível, a experiência foi demais. A loja no Sorro, tipo Oscar Freire aqui do pedaço, uma loja que foi a primeira vez que tinha díi djei dentro da loja, pinturas de ê tê, cabeleireiro, foi super bacana, super de ponta. Era de roupa e disco eee ti tinha um palquinho em cima com a minha tê vê gigante passando video-arte, então era uma coisa bem... A gente fazia festas, essas tais festas do mundo eletrônico Eu participava de toda essa molecada. Da onde saiu depois o filme Kids. Não sei se vocês sabem o Kids. Os meninos frequentavam todos Lá a gente conhecia toda aquela moçada.

Todo mundo frequentava ali. E eu já era bem mais velha que a molecada, pedia para a neguinha não se drogar, incentivava a vida para eles, que é bem louco quando você chega aos trinta, trinta e pouco, você vê os moleque de vinte, que sei lá, se vocês têm vinte, vinte e um, vinte e dois, achando que estão cansados da vida, que já fizeram tudo, né? Você fala, não, mal começou, tal pá vamos embora.

achei realmente incrível. Era uma câmera que apoiava aqui, que vinha para o lado. E era no nesse local, né, no no Central Park. Essa minha amiga era muito rica. Foi com ela que eu fui na minha primeira fazenda, que eu não conhecia também fazenda, com uns dezesseis anos. Ela também era do do Colégio Americano do Clube Inglês. Ela não viajou comigo, mas ela fazia parte daquela turma. eee ela tinha uma o pai dela tinha um apê em frente ao Metropolitan Museum, que é um eh quinta Avenida mil e um, que é famosa em Nova Iorque, e que eu lembro que na que a gente soube que o Warren Beach, que eu vi um filme ontem com ele, pediu para morar lá e os outros moradores não deixaram, era super privê o prédio, você apertava você descia o apartamento, apertava táxi, quando você chegava o porteiro já estava com o táxi ali, eu tinha vinte anos, foi... pirante. Ah e aí você atravessa com a câmera dela, começa a gravar e performances, visuais, pessoas. Aí eu falei, é isso que eu quero da vida.

Eu fiz... Os primeiros trabalhos que eu fiz foram misturados. Como ninguém tinha muito câmera, não existia um... Era pouca... Poucos teleprodutores independentes, que era o que a gente era chamado. Eee todo mundo era uma turma de meninos aqui, uma turma de meninos, sei lá, meninos e meninas. Eu era comecei sozinha, chamei um cara, porque eu tinha feito um emprego numa agência de publicidade enquanto eu estava na faculdade. Aí chamei um cara da do rádio de tê vê de lá que estava desempregado e começamos a trabalhar. Nós fizemos de casamento, a batizado, moda, fizemos show, tudo isso em oitenta e um. Primeiro ano que eu trabalhei eu fiz institucional de construtora, fizemos show com puta show, monstro que era com telão, primeira vez que tinha telão em show, tal, super legal, com circo Eee o Raul Seixas não foi. Era Tutti-frutti, Verminose, Raul Seixas, e ele deu para trás. A gente ia ser rico e famoso, mas não foi dessa vez. Saindo nas revistas e tal.

E no dia que eu estive na casa do Raul Seixas para gravar às seis da manhã, ele estava virado, doidão.

Ele falou, não vou, te amo, te amo. Adora aqueles papo de louco. E foi carregado para o show e o neguinho queimou tudo lá.

Era muito... A gente era tinha muito gás, eu acho. Hoje, para fazer uma entrevista que a gente parou aqui por causa de um trampo que eu estou fazendo, é a maior confusão.

Aí, no dia da convenção, a gente já trabalhava, acompanhava todo mundo, e tal, fazia coisa de telão. Isso em oitenta e dois eh E aí parou uma hora ou duas a convenção, uma confusão lotada, a Anhembi e tal.

Eu tinha um outro entendimento do que eu tenho hoje, mas fiquei muito decepcionada.

E eles me convidaram para trabalhar no palácio, na assessoria. Aí eu falei não. Aí alguém me perguntou, os garotos, mas como não? Eu falei que eu não tinha razão nenhuma de seguir viagem. Acabei meu trampo, ganhei eee

Mas depois que eu vi que política é isso... E e hoje, eh que eu estou achando que está acabando a fita porque está piscando o meu tempo,

as pessoas não não gostavam do que eu achava que um vê agá esse todo mundo podia ter e tal, porque eu tinha uma TIC também, que era os formatos né daquela época, pelo poder da comunicação, da da informação e tal. Então, eu acho que eh eu estou viva ainda hoje para... poder realizar um monte de coisa, ser feliz e tal, mas para ver essa essa comunicação ser ágil, rápida, para as pessoas poderem tudo, porque as pessoas têm que poder tudo, não invadindo o espaço dos outros, tomando cuidado. Esse momento é muito bom da vida.
Qual que é o...que Qual que é o lance da imagem para você? Assim o que que você gosta de estar atrás da câmera?
Não é que eu goste de estar atrás da câmera, eu até ando muito cansada, porque eu tenho um problema cervical no joelho, vou operar o segundo joelho agora essa daqui a dez dias. Mas é é o registro mesmo, a multiplicação de coisa boa. Eu fiz muita, não muita, mas fiz algumas videoarts.

com o dedo no nariz ou com cara feia, ou com você você poder multiplicar coisa legal mesmo, botar frase legal, porque eu acho que a publicidade e a religião é o mal do mal do mundo mesmo, isso há anos eu acho, que a gente vende tudo indiscrimi indi O dinheiro manda mesmo, o sexo é tolido, as pessoas não têm não tem amor. Tudo isso é exagerado, né, mas ah é uma falta de amor mesmo e E a religião, porque ela divide. Porque o Deus que eu acredito... Fez o mundo para a gente poder curtir, não não competir, não se matar, não não não sacanear. Eu dei sorte mesmo, sou de uma família menor ah, tive babá, babá no sentido que não é de ouro, não é todo mundo de branco, porque ela era a empregada da casa, né? que é uma folga, mas que tinha muito amor, então eu nunca competi, nunca quis competir, eu nunca competi com a minha irmã, nunca competi com o meu irmão, nunca quis ganhar o que eles ganharam, nunca... Cada um vivia a sua vida e cuidava um do outro. Ah eu lembro da minha irmã sempre me cuidando doente, eu sempre ajudando ela, né? Quando eu tinha bronquite, ela ficava fazendo carinho, a gente morava no mesmo quarto até eee com o meu irmão também, eee acho que as pessoas já dentro de casa, os pais não têm paciência, eee a mãe compete com a filha, o pai compete com o filho, a gente passa mesmo, todo mundo é humano, e a gente tinha que usar a tecnologia para ter um outro tipo de pensamento e de educação.
Quais projetos seus que você já realizou, assim, você se orgulha?
Nos anos oitenta, era a intenção de trabalhar era totalmente pelo prazer de fazer. Falavam que era amor à arte. Depois, eu não era tão adulta, né mas era o amor à arte. Eee ganhava-se bem pouco. E trabalhava-se muito, não tinha as áreas definidas. Imagina, eu estou aqui sendo gravada por uma menina e dois entrevistadores. Eu fazia clipe, eu fazia um monte de coisa, só uma pessoa, às vezes duas, às vezes três.

Era tudo na batalha. Eu fui empresária de banda.

Capas de disco, com imagem de vídeo. Eee... Iniciei um monte... Tive o prazer de iniciar vários projetos que hoje ainda vingam de de... Do Mercado Mundo Mix, do Mix Brasil, do da das paradas gay, parada do amor, parada... Sei lá, tudo que... Tudo não, mas... Que era... Indústria jovem? Não é indústria Coisa jovem? Eu participei de bastante coisa nos anos oitenta, desde o Creme de la Creme, que saiu depois da Grace, que hoje é famosa, né, nas Terças Insanas. Não sei se vocês conhecem, mas a gente fazia os prêmios Mambembe de arte.

Eu sempre fiz, desde que eu comecei a fazer vídeo, eu sempre fiz vídeo, mas aí eu já fui assistente de direção de curta com a Carla Camuratti, fiz produção, aí fazia vídeo dentro do filme, já fui do prêmio Sharp de músico primeiro, então eu era assistente, mas gravava, pagava o cachê dos artigos. Sempre fazia o vídeo. Ou seja o que fosse que eu estava fazendo em algum projeto a mais, eu estava com a minha câmera lá. Então, eu tenho pérolas tipo Faustão falando... Eu, na tê vê, eu estou pagando almoço vendendo almoço para pagar o jantar. Isso na Rádio Balancê. Tem a Gisele Bündchen perguntando quanto é um bip para uma pessoa, para saber se ela pode comprar. Então, eu tenho eh coisas de famosas e não famosas, pessoas no táxi. Eu falo com todo mundo.

Falo com todo mundo. E projetos agora mais recentes, que é essa tal fa famosa Lei Rouanet, eh que é super mal feita. Tem uns editais que você entra de trouxa só para ser número, porque está tudo vendido, com gente que depois vai vender espetáculo. Não que o meu projeto seja mais legal, porque tem milhões de gente que tem projetos legais. Mas aí você vê os resultados... É show, é teatro de gente famosa. Eu acho que tinha que ter categorias culturais, apoios de gente mesmo, porque é tudo um roubo mesmo. O nego não paga imposto de renda, mas eu consegui. Eu falo que eu sempre a minha sorte é ser velha, pelo menos no ramo que eu comecei há muito tempo, então eu tenho alguma lembrança na cabeça das pessoas. Então, consigo chegar aqui ali em né em alguns. Eu fiz uma exposição superlegal, que se chama Arquivivo de Iluminação, que era, na época, vinte anos de trabalho, que eu nunca pensei em fazer uma exposição dos meus trabalhos, mas um amigo... sabia que eu gravava há muitos anos e falou, e seu material não está deteriorando? Eu falei, com certeza, porque eu não tenho nem ar-condicionado, nada, tudo né? Aí eu quis salvar o arquivo e a mulher que foi escrever o projeto... Falou que tinha que ser alguma coisa, um livro, uma exposição, que tinha que ser coisa pública. Eu falei, ah, fazer uma exposição. Aí na hora que chegou de fazer, foi super eh eh... significa eh super importante, porque na hora que você trans vê né transcreve... Não, eu não transcrevi tudo, tinha mais duas amigas transcrevendo, mas na hora que você começa a ver... que tinha dezoito anos de imagem né, de há vinte anos de imagem, eh eu separei em temas. Nisso que eu separei em temas, que foi a exposição, que foi super legal, eu vi que tinha um documentário de música eletrônica, que eu era a única que tinha o começo aqui do Brasil, e eu participava da cena.

o documentário da moda brasileira, o da música tinha dez ou doze anos, fa chamava dez anos de música, chama dez anos de música eletrônica no Brasil, mas eram doze anos de imagem. E o moda brasileira tinha vinte e cinco de imagem, vinte e cinco anos de imagem. E o mais chocante que nós estamos em dois mil e sete, com um monte de câmera, um monte de gente pensante, bacana, atuante, e não tem documentários. Parece que continuam sendo os únicos, o único documento em faculdade de moda pelo Brasil de dê vê dê, além da dos programas ótimos ou não ótimos de tê vê, né, de conceito de moda, mas é o único instrumento formal que nego da aula, o único, sabe, espalhado pelo... Você disse que não lembra muito bem, assim, do...
Às vezes, cabelo de alguém. É Em contraposição. Gravo tudo. Você grava tudo...e aí?

E anteriormente foi outra atriz. Aí você vai, grava tal e edita.

Ah, aquele gesto era muito lindo mesmo. Vai edita. Mas eu passei anos da minha vida que eu gravei. E tem coisas que eu nunca vi mais na vida. Tem outras coisas que eu vi nessa recuperação de arquivo, quando eu editei. Né tem por exemplo, Esta é Minha Vida, porque eu tenho separado ali moda, música, arte, cinema. Eu tenho temas de trabalho de nas dê vê cams. Tem um lá que é um marronzinho que é tipo eh Esta é Minha Vida no sentido férias, aniversários, família, tarará. Eu nunca vi, porque não fui eu que digitali eh transcrevi.

Eu sei que tem ali. Tem imagens que eu fecho o olho e lembro. Mas tem outras que vai ser um susto, o dia que eu parar e e achar que eu vou querer fazer alguma coisa desse material pessoal, né? Vai ser incrível aí poder juntar com... Eu escrevi muito uma época eee até a até acho que tenho coisas legais ali no meio, porque como eu participei de muita coisa artística eh, você aprende um pouco de música, de poesia, nossa, então, tem um monte de coisa. Então, eu acho que eu quero um dia sei lá também. Porque eu não sei... Engraçado, eu sou ligada bastante ao passado, também pensei vindo. E eu vim dez minutos de carro, mas eu pensei várias coisas vindo para cá. Porque eu sou ligada mesmo ao passado e do meu futuro eu não sei muito. Eu sei que eu desejo... até os cinquenta anos que faltam pouco tempo falta pouco tempo, se eu estiver viva, de ir para uma comunidade. Mas eu não vislumbro um futuro. Porque eu acho que quando você não tem uma fa eh não está numa família... Eu eu me separei também há pouco tempo. Quando você não está numa família... Quando você está em uma família, filhos e tal, você tem que planejar. É mais le eu adoro ver as famílias que dão que se dão bem, né, meus minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, eu acho... Eh participo e tal, mas a maioria é é descompensada. Mas as compensadas que conseguem manter o equilíbrio, é superlegal planejar, e a casa, e a viagem, e o futuro do filho, do neto né eu Eu penso um pouco no futuro dos meus ente é né minha enteada, minhas sobrinhas e tal mas eu não penso muito no futuro. Eu sou bastante ligada ao passado. Eu sinto isso. Que eu tenho não sei se isso realmente com esse com essa entrevista eu vou cair na terapia depois. Mas eh eh esses projetos, de fu você falou dos meus projetos né de moda, de música, que aí eu vou recordando e vou vendo que importância tem. Na verdade, não tem importância nenhuma, às vezes, eu acho.

Só para a gente se ocupar e se manter feliz, realizado. O mundo, eu acho eu eu eu estou bem em dúvida nos últimos anos com com o que a gente faz nessa terra né, pelo pela crise que é... Claro que a a a individual, a nossa, é mais importante para a gente, mas na minha crise pessoal eu vejo um mundo... bem doentinho e tal, não só essa coisa do conhecimento global e tal, mas do do ser humano mesmo, porque eh eh eu acho muito louco o neguinho vedar o carro, eu jamais vou botar coisa preta no meu carro, como chama esse negócio, né, que nego não se fala, eu ando de janela aberta, eu fico, para mim é Eu acho uma pena. Então, acho que o futuro das grandes cidades realmente... Nunca mais quis ir para Nova York. Um ano antes do dois mil e um, lá do se do do onze de setembro, tive alguma coisa que eu não queria mais ir também. Aí fui mandada para lá para trabalhar. Cheguei lá e falei, não quero mais. Aí fiz o trampo, foi super legal com a equipe. Falei, não quero mais. Não sei, as grandes cidades não me... Adoro o Rio, acabei de voltar de dois anos do Rio, mas... E hoje, quando você passa na Buenos Aires? Ah, eu sempre tenho... eu Como chama? Tem uma nostalgia falando assim, e eu fui viver lá, eu voltei, eu vivi dos zero, né, sei lá se pode chamar isso, dos zero aos sete, e aí dos sete aos nove eu fui para a Rua Sergipe, o primeiro apartamento comprado dos meus pais, depois fomos para Gabriel, quando eu saí de casa eu fui para a Consolação, dois anos, e vivi sete anos na Angélica, num apartamento incrível. em frente à Praça Buenos Aires. Então, eu nasci aqui e depois, de grande, me sentindo já enorme, aos vinte e três anos, aos trinta, eu vivi aqui, na altura da Copa da Árvore, uma sala enorme, um teto lindo, art deco lindo, tudo lindo, fiz muita festa, momento incrível da minha vida, ser gente grande, ter carro, casa, comida, amigos, namoro, festa. Então, a Buenos Aires é muito importante para mim.
E o casamento, como é que foi?
Os casamentos foram sempre bons enquanto duraram. Eu, por mim, tinha casado com o meu primeiro amor de cinco anos de idade, depois de dez, depois de doze Quinze, eu sou uma capricorniana e filha de pais casados, irmã casada. Na minha geração, as pessoas casavam e ficavam... Quer dizer, um monte de gente separada, prima, segundo casamento, terceiro. Mas eu vivo num mundo de gente de À cinquenta, muito pouco. Depois de quarenta, os donos dos babados, os donos da da marca que eu trabalho, os donos do clube que eu frequento, os donos, os donos. Senão, é moçada, molecada, que ficam, que beijam. Eu mesma tive a enteada na minha casa que ia para para para o lugar e beijava três, quatro numa noite. O que eu acho... coisa que eu não sei o que que seria de mim se eu tivesse passado por essa experiência, mas eh eu nasci para casar, e sou uma capricorniana, eu sou terra, eu gosto dessa desse, nunca li, nunca li nem de astrologia, mas converso disso há anos, e minha natureza é ficar junto, é dividir, é pensar no próximo e tal, então quando eu estou sozinha eu sou muito... Quer dizer, eu já tive momentos sozinhas, sozinha, proveitoso, adorável, coisas incríveis e tal. Porque, ao mesmo tempo, Capricórnio gosta de estar junto, mas eh se vira muito sozinha. Mas eu sou acho que eu sou mais triste. Ontem eu vi a filha de um cara que eu conheço que trabalha, uma estilista jovenzinha.

Falei, nossa, dá para perceber, mesmo queimada e tal. E eu realmente ando triste. Pela pela falta de de estar junto. Acho que é muito difícil assim

Impossível viver sozinha ãh
Impossível ser feliz sozinha. Impossível ser
Obrigada. Impossível ser feliz sozinha, que eu também tenho. Que eu acho um pouco impossível ser feliz sozinha. Mesmo trabalhando, amigos.